A gente começa a entrevista aqui, é uma praxe do museu, eu pedindo para você se identificar com seu nome completo, a sua data e local de nascimento.

Eu sou natural de São Paulo, nasci na maternidade de São Paulo, que eu gostaria que estivesse funcionando ainda, né, é uma luta de São Paulo inteiro, e é isso, né?
Perfeito. Éh você nasceu, a data?

E cinco. Legal. E você pode me dizer o nome dos seus pais e dos seus avós?
Então, vamos por partes. Vamos lá. E e eu vou até um pouco mais longe, porque tem que fazer uma homenagem, porque de todos os meus bisavós, eu só não me l, de todos os meus bisavós por parte de pai, eu só não me lembro de um. resto tudo eu conheci. Uhn Então, vamos para a origem do meu nome. Arturo Emílio Condomí, Arturo Maria Condomí Alcorta, Arturo José Condomí Alcorta, Arturo Emílio Condomí Alcorta, Arturo Maria Condomí Alcorta, Arturo Raul Condomí Alcorta, Arturo José Condomí Alcorta e deu nisso aqui que é o Arturo Condomí Alcorta.

Eu era muito criança, ele morreu em, acho que em sessenta e sete, ou coisa semelhante. Não, em sessenta e cinco Mas ele veio algumas vezes aqui para o Brasil. A eu cheguei a conhecê-lo, mas eu do fundo do coração não conheço, não não me lembro. Então, essa descendência já foi.

Bom, em suma, família com uma vitalidade incrível. São da Argentina? Por parte de pai, sim. Aham Na realidade, se a gente volta para a minha avó, a minha avó é brasileira,

É uma figura no meio político conhecida porque ela era muito amiga do do Abreu Sodré, da Maria Sodré, né, amiga de infância. e acabou sendo a chefe de cerimonial do Abreu Sodré, bom, em suma, é uma pessoa que, uma f, uma mulher de uma alegria e de uma vitalidade e de força nas posições dela, muito grande. Éh

Neguinho, fica tranquilo. <laughs> todo mundo abaixava <laughs>

Esses meus bisavós, parte de de avó. Minha avó, conheceu meu avô num num navio, se casaram, Bom, é isso aí. Isso por parte de pai, já está mais ou menos esclarecido.

Ironia do destino, Eu eu escrevi no Estado... Cheguei a escrever no Estado de São Paulo. Eu não gosto muito do que eu escrevia, mas tudo bem. de uma certa forma, ele que me tirou a timidez. Eu fui um aluno terrível, terrível, tá? Isso a gente chega lá. ele, a no final da vida dele, um dia eu contei, olha, português é péssimo, eu não vou seguir teu caminho, não não vou chegar à Academia Brasileira de Letras nem que... tsc meu neto Que isso? não sabe de nada. Na Academia Brasileira de Letras tem ainda acadêmico que diz assim, a parmácia, entende? Com pê agá os outros dizem, eu vou continuar com acentuação velha, eu não aguento essa situação nova do português, essas mudanças daí para fora. Bom, aí como é que vocês fazem? tem um revisor que corrige absolutamente tudo, inclusive os erros de esse cê cedilha, Todas essas besteiras que a gente faz, tem um cara que faz a revisão. Então, você não se preocupe, você escreva português que vai bem. Ahn

Era uma uma figura difícil, a meu ver, tá? Então, isso por parte de minha mãe.

Bom, e desse primeiro casamento ela teve dois filhos, tá? A

Eu não sei como é que ele chama, sempre esqueço, ele fica bravo comigo, mas é o que deveria é o é o cara que chegou no mais alto na parte de História da Arquitetura da USP.
Catedrático? E
não não é mais catedrático, é tem um outro nome, sei lá. Tem um, eles eles a A gente tem uma mania de vai mudando o nome de rua, vai mudando o nome de todas as coisas, mu muda esses nomes também. Bom, que seja. minha irmã, infelizmente morta,

Aí ahn me meus pais se conheceram e um tempo depois veio a coisa aqui <laughs>
<laughs> Você comentou qual é qual é a atividade do seu pai? Qual é a...
meu pai meu meu pai é uma... se se pensar bem, apesar de todo dificuldade de relacionamento que a gente tem, é uma figura que eu tenho um respeito muito grande E é uma figura extremamente especial. fui sempre cercado de pessoas muito especiais. Talvez por isso a dificuldade tão grande de entender de uma maneira simples o mundo. Ahn

Muito bem de vida. Todos eles. Eles tinham um um uma capacidade financeira muito boa. A perderam praticamente tudo por causa de Perón. Meu pai, nessa história, ele era criança, ele era criança, não, ele era adolescente, ele estava começando a estudar advocacia, e daí <laughs> tem a a história contada por ele que ele foi mandado para o Brasil para trabalhar porque não havia mais condições de manter ele na Argentina, tá? Como ele é um pouco mulherengo, <laughs> Eu acredito mais na versão dado pelos meus avós que ele foi trazido para o Brasil porque se enfiou em encrenca com alguma mulher. <laughs> (flaa rindo) acho muito mais plausível, mas que seja. Ahn Meu pai não terminou os estudos, mas é uma pessoa a que conseguiu alguns feitos fantásticos na vida. veio para o Brasil juntou-se com o Cris e com o Calenda, fizeram a primeira fábrica de de seletores de canais, foram representantes da Bendix, a instalaram, hoje em dia com esses acidentes de avião, instalaram radares éh éh pelo país afora, radares de aviação, bom, em suma, éh fez o primeiro negócio dele, foi saído desse negócio, porque era ele tem uma coisa que ele é muito boêmio, tá? Disso, de de industrial, ele foi o uhn o primeiro cara a desenhar o semáforos novos, ele junto com o primo dele, que é Zé Luiz Ribeiro, que semáforos, hoje em dia vocês enxergam semáforo, antigamente você não enxergava, tá? Foi o primeiro cara que fez um buggy no Brasil, ele, pessoalmente Depois de todas essas epopeias, em lá pela década de setenta daí para fora, ele f um dos amigos dele a contratou ele para ser representante de um banco aqui no Brasil. Então ele foi representante de um banco argentino e de um americano. quando saiu, quando teve renegociação de dívida, ele pulou fora de toda a história. E daí vem um um outro fator interessante, ele vai dirigir uma fábrica e vocês conhecem um dos produtos dele, dirigir a parte industrial de uma fábrica, que é a a Aeroval, né? conhecem aquele esse bê pê, esse, uhum, tá? Que é um um inseticida que tem uma coisa muito especial, a válvula dele foi um projeto a revolucionário na época. E o projeto é dele. lanternas também no passado. Bom, em suma. Mas tem um detalhe que é muito bacana. Ele é um boêmio atípico. Porque a vida inteira dele, ele uhn maioria dos dias, ele acordava às <laughs> onze horas da manhã, tá, tomava o seu café da manhã. até hoje a mesma coisa, toma os seu café da manhã, muito tranquilo. uma... Com todo o respeito a ele, aí vai uma gozação, né, <laughs> a boneca estava pronta para cair na vida. <laughs>
Não tem nada de bicho, é um mulherengo, <laughs> foi um mulherengo toda a vida, entende? A ham
Mas à à uma, ele estava pronta, às duas ele aparecia no escritório, tá, e às cinco ele <laughs> levantava o acampamento. E mesmo assim, Ele conseguiu se dar bem, a é lógico <laughs> que eu estou exagerando um pouco a coisa, mas ele trabalhou, ele nunca foi de acordar <laughs> às seis horas da manhã e voitar às oito da noite, só com muito sacrifício que ele fazia, ou então se era para diversão, né? Éh acho admirável. Ãn? Bon vivant. é um bon vivant, ele é um boêmio ahn aos ao inverso, fumou muito, mas não bebia, Teve um um nível de vida que pouca gente teve, pouquíssima gente teve, justamente por causa desse fato, né? Então, ah teve barco grande, ele cuidava do barco, etcetera. Para ele ele fe ele fez, um pouca gente, inclusive gente que tem dinheiro, viveu o que ele viveu. Uhum. Tem que se tirar o chapéu para o para o velhinho.
Perfeito, e e queria que me falasse dos seus irmãos então, pouco. Ah. <laughs> Eu
é gozado falar dos dois. A Primeiro primeiro se Eu não creio que seja história de defunto, uma história real. família é muito especial também deles. Marques são muito especiais. Ahn Depois a gente podia f... Eu falo da Lígia, por exemplo. Lígia ahn foi operada trinta e três vezes na vida dela, recebeu três extrema-unções. Numa das extrema-unções, Três dias depois ela estava no Chacrinha falando, ela foi uma das mulheres que se cortou o cabelo, se vestiu de homem, prendeu os seios daí para fora e foi para o para o fronte ficar com o amado. <laughs> Entende? Era, era também era de uma gandaia total. Ahn Bom, em suma, todos eles têm uma história muito especial. Milão, é a Ligia era alta, Milão era pequenininha, Milão éh tinha um um Opel ahn mil novecentos e quarenta e nove, ou coisa semelhante, que só ela conseguia dirigir porque o câmbio era viciado, né? no no no no painel tinha uma coisa pendurada que estava dito assim, não precisam que não preciso que me digam os meus defeitos. E o ahn o Ciro foi o primeiro decorador, isso estou falando dos tios do meu pai, tá, porque eu vivenciei muito com eles, eram fantásticos, tá? o Murilo, pai com quem eu não vivenciei, era aviador, mas era um puts devia ser um cara também do balacobaco, divertido, festeiro, ahn sabe um? mesmo tempo uma pessoa muito séria e ótimo pai.

de maio, né, haja Haja, é difícil, né? Os dois muito carinhosos comigos, mas extremamente ciumentos e extremamente preocupados com o casamento de minha mãe, que sempre foi muito tumultuado, né, causa do casamento do meu pai. eu, ahn moleque infernal. Então, tomaram muita conta de mim e <laughs> minha irmã até morrer me xingava de tudo quanto é nome porque eu destruía as bonecas dela, todas elas. O que passava pela minha frente, meu irmão nunca reclamou, mas eu devo ter destruído, desmontado os brinquedos dele, que acho que foi como eu aprendi mecânica, no final de contas. ele tinha... Tem?

Ahn só um minuto. Liga a luz, a luz está ligada? A gente precisa sinalizar que a gente está na entrevista.

Desculpa. problema.
Então, vamos lá, a meu irmão teve te tinha brinquedos maravilhosos, ele, isso eu me lembro de muito pequeno, ele tinha uma mesa grande com um Lionel dentro, tinha brinquedos maravilhosos, eu brincava com tudo, ele sempre foi muito consc condescendente. Eu acho que a única coisa que mostrava um pouco a posição dele com relação ao irmão pequeno que ele cuidou como filho, É que eu sempre gostei muito de nadar. Uhum. E a gente era sócio do Pinheiros. E ele tinha um fôlego acima do normal.

E ele brincava de tubarão comigo. de tubarão comigo era literalmente, na parte da piscina que era mais funda, ele vinha por baixo e tentava me <laughs> afogar. <laughs> mas isso como força de expressão, né? Tenho tenho ótimas recordações, mas sempre foi mu muito cuidadoso comigo, foi como se fosse um um pai. Ahn se perdeu um pouco, ao meu ver, e eu acho que ao ver dele também. Ele sempre foi extremamente sério em tudo que que ele fez na vida. Acabou muito novo sendo diretor cri Foi com ele que, na realidade, o Saia ia ser o o responsável pelo patrimônio histórico do município de São Paulo. O Saia morreu um pouco antes e meu irmão entrou no lugar e ficou, se não me engano, doze anos com com co como diretor do patrimônio histórico. Nesse meio tempo, ele, ahn não só como diretor do Patrimônio Histórico, mas daí ele cumpriu começou a cumprir as etapas de de ahn pós-graduação, mestrado, papapapababá, que o coisa que ele fez numa rapidez, num espaço de tempo muito muito curto. Ele trabalhou a uma consciência muito grande De meu pai, não. Meu pai, consciência de bon vivant

a responsabilidade coletiva. E meu irmão se enterrou e f ele passou anos a fio da vida dele, acho que vinte e cinco anos da vida dele ou até mais, ahn trabalhando dezesseis, dezessete, dezoito horas por dia, tá? Éh há uns meses atrás ele largou o a última direção de museu e daí eu fui cumprimentar ele, porque esse recado da secretária de eletrônica dele retomou a voz alegre que ele sempre teve. Em suma, é uma figura muito especial. Muito é muito, muito, muito especial. A minha irmã, uma pessoa muito carinhosa. Ham ham a Teve um casamento ahn que foi bom, mas ho houve um um problema aí que é é grave. Meu cunhado passou um tempo da vida dele trabalhando como a num banco e ele fechava negócios em almoços e jantares, tá, o que significa que ele bebia bem. E minha irmã bebeu bem. ano antes de ela morrer, que ela mo morreu a razão principal foi bebida, a eles chegavam a beber um litro de uísque cada duas horas. Então, virou uma loucura. perderam completamente o o escopo da coisa. Ahn isso, teve um um pequeno problema. cunhado trabalhou na na com o Carlos Guntovitch na campanha do Quércia para governo do Estado. e houve uma briga que nunca soube direito o que que aconteceu depois da campanha e eles foram ameaçados de morte dois anos seguidos. Eles foram... a história é muito pesada. Bom, em suma. minha irmã acabou morrendo, infelizmente. Eu tenho uma sobrinha e uma sobrinha-neta. A Lolinha, que é a filha dela, éh infelizmente eu tenho pouco contato, ela tem um um uma qualidade ou um defeito que eu, para mim, me deixa tonto, mas é tonto, é tonto fisicamente, tá? Ela fala desesperadamente Eu não consigo estar com ela porque eu fico completamente grogue

Infelizmente, eu tenho pouco contato.
Perfeito. E

Você me descrevesse a tua rua, o bairro em que você morava, como era a tua casa.
Bom, a Jardim Europa.

Sim, dá um break aí

Na realidade, meus primos por parte, a família por parte de mãe, eu tenho muito carinho por todos eles, são fantásticos. É uma família relativamente pequena.

Quem é de Santos vai se lembrar, porque eles só aprontavam. Ahn

Que que você ia perguntar agora? <coughs> Da minha infância? Sofia.

cresci na Rua Sofia, Jardim Europa ahn <coughs> Apesar do nível excelente do bairro, eu confesso que, das minhas dores de cotovelo, é quem nasceu em bairro normal, com gente na rua e daí para fora, tá, nasci num... é o Jardim Europa não passava ninguém. Uhum. Tá? Não. <coughs> Passava muito pouca gente, era uma coisa muito muito muito isolada demais. eu tive uma infância muito isolada. A ironia do destino... O meu e bom, então, pe vamos vamos vamos com calma. Antes de chegar no Edu, a gente fala... A família é muito grande.

Existe uma foto de mil novecentos e sessenta e dois que estão

O contato que eu tinha até um determinado uhn ponto da minha vida era com os meus primos, mas era um contato um pouco distanciado. A gente ia para a piscina. De vez em quando tinha festas na casa do meu bisavô. Ahn Natal era uma piração pelo número de pessoas, mas eu nunca fui muito integrado. Sempre fui muito muito ostra, aham, né? E

<laughs> Ironia do destino. Ahn não me lembro como é que eu conheci o Eduardo. Era um contraste muito grande da minha casa com a casa dele. Ahn eram uma família muito tranquila, muito equilibrada. Ham Justo, que era o pai, né, era uma pessoa pausada, tranquila, e daí para fora. Geralmente, a gente brincava na casa dele, do do Eduardo. foi uma experiência muito marcante para mim, muito marcante.

é ciclista?
É, você pode chamar ela de ciclista também, né, mas aí é jornalista, etcetera, quando a gente ia para o Guarujá e nas festinhas. Tá? A se vocês quiserem, um dia eu trago para vocês, mostro uma foto da Renata vestida de dondoca em festinha, tá, vestida direitinho daí para fora, ela daria risada. e então tinham essas duas coisas que eram gozadas. Durantes, quando era época de escola,

Ele estudava num colégio mais livre do que o meu, que era Elvira Brandão, e eu fui posto eu fui posto num semi-internato do Santo Américo. A explicação vem do seguinte. primeira suspensão que eu tive na minha vida foi no pré-primário. Tá? O que aconteceu? A

E o Hauen passou por mim e eu passei uma rasteira e se <laughs> estatelou no meio da classe. Meu pai quase literalmente, isso não é força de expressão, quase me matou literalmente com a surra que ele me deu, tá? <laughs> uma coisa. Isso é isso é real. Ahn Daí, Branca de Neve, apesar da escola estar num numa casa que era de minha avó alugada, eles pediram para eu ser transferido para outro colégio, porque eu era um santo. Aí eu fui para o Nossa Senhora de Lourdes, alguns anos depois, ahn e e eu acho que eu fiquei dois anos ou três anos ahn Nesses dois ou três anos, eu só não fui, ahn só não me chamaram atenção um dia. Aham. Então, era um anjinho. Daí eu saí do Nossa Senhora de Lourdes e fui parar no Santo Américo, onde meu irmão tinha estudado. Mas era um colégio sant a era um colégio longe para burro, era um semi-internato, tinha uma estrutura muito boa, mas era uma época que São Paulo tinha... Bom, isso é de São Paulo até hoje. questão de diferença social fazia era gritante, né, então se separavam por grupos, por... bom, em suma. A experiência de Santo Américo, para mim, não foi legal. Ahn Tive mil problemas. Quando saí de Santo Américo, eu tinha... E daí eu fui expulso mesmo, numa tremenda, de uma sacanagem por parte dos padres.

Ele foi expulso porque deixou uma caneta cair no chão. reclamei e fui fui atrás. E daí eu caí na gandaia, a gandaia boa Com quantos anos isso? Isso Com... catorze

Catorze. Catorze anos de idade Daí eu caí na gandaia, na gandaia boa Na realidade, eu f ca saí de lá e fui parar num colégio de expulsos, colégio que aceitava expulsos, que a gente chama hoje de colégio de expulsos, chamado Nossa Senhora do Brasil, uhum, que era na Rebouças. E lá eu descobri que tinha vida no mundo, porque as pessoas eram... os estudantes eram normais, as coisas eram normais, A ironia do destino, uns anos depois, eu voltei para o Santo Américo, pedi para assistir um uma aula j junto com os meus ex-colegas e descobri que os... os que eram selvagens de São Paulo eram infinitamente mais bem comportados do que os santos do Santo Américo. Tá? As coisas que eu vi no Santo Américo, eu me transformei professor depois, e eu nunca vi na minha vida nem colégio de periferia. Uhn Realmente o comportamento daquela molecada era... <laughs> É assustador. É era. A que a gente fazia, as molecagens que a gente fez no Nossa Senhora do Brasil, que era um colégio mais bravo, a mesmo a pior, que um dia acabou baixando polícia lá, eram eram patéticas, eram filmes patéticos, entende? Eram não não tinham consequências.
Que que era no no San no Santo Américo e no Nossa Senhora?
<laughs> Nossa Senhora do Brasil tinha uma coisa que me irritava profundamente. Tinha um aluno que, se não me engano, chama-se Toninho. tinha um retardamento mental. Uhum. E e <laughs> E tinham alguns alunos que viravam e mexiam, eles Você chegava de manhã, o Toninho, o coitado do Toninho, estava no telhado. <laughs> Fora isso, fora isso, tinham algumas situações de de de... o pessoal enchia o saco dos professores, mas o ensino era muito mais fraco. Eu devo muito ao Santo Américo, à educação formal que eu tive, mas a nível social era outra coisa. Tinha meninas, sabe? Era O pessoal tinha uma outra cabeça, estava preocupado com outros valores. um uma coisa... A pior situação que a gente viveu foi <laughs> no no final do ano. vale a pena contar. Isso eu já estava... Era... Era... Eu ia para o colegial que eu fiz no no Liceu Eduardo Prado, que foi um ótimo colégio também. A um dia...

O fato é que tinha acontecido uma uma confusão qualquer no con no no Dona Terezinha não dava para diretora de escola, tá? eu digo como professor, tá? dava, positivamente não dava. Eu não me lembro qual foi a confusão que deu.

O resto da classe não.

<laughs> No meio da história foi chamado um um carro da polícia. é época de ditadura militar. Isso estou te falando o a mil ou catorze, bom, que seja, mas eu acho que quinze. Ahn e E chamaram o carro da polícia militar e daí veio aquela baratinha, né, assim chamava bare baratinha, era o Fusquinha, né, pintado, e quando o Fusquinha entrou dentro da escola, tá, tinha alguém na na janela que viu, deu um urro, a escola inteira ficou em silêncio, tá? E daí a Terezinha, que estava <laughs> Geralmente, tendo cheliques lá embaixo, subiu com os policiais e tinha um cara que estudava com a gente, que era um maluco do tamanho de um trem, com uma inteligência, aliás, tinham alguns que eram uns malucos, mas com inteligência incrível, desajustados, os caras conseguiram convers convencer o o cara da polícia, quem era louco era a diretora, porque era impossível <laughs> Agora, no no a gente nunca fez, tem até uma cena que que essa eu não gostei, que se não me engano quem fez foi o o Oscar. que o Avelino, nós tivemos um professor de matemática que não... ele já chegava dentro da classe, a gente cantava, ó Avelino, por que é que você veio? Nós estamos de saco cheio, nós estamos de saco cheio. levasse numa boa, ficava por essas mesmas, entende? E o problema é o seguinte, que o Avelino também não dava para <laughs> professor, ele era professor de matemática, ele era péssimo. A Que Deus o tenha, Morreu de infarte numa aula, por incrível que pareça. Dando aula, não foi não foi comigo, foi uns anos depois. Fiquei muito chateado. como pessoa <laughs> eu gostava, mas como professor ele não não tinha nascido para coisa. Bom, e o Avelino começou a explicar uma coisa e o Oscar não entendia. Não entendia até a hora que ele tirou o all-star dele, que era o tênis da <laughs> mãe, e jogou aqui do lado
meio da louça. <laughs> Não entendi! <laughs> Entende? Mas
Mas era muito diferente da situação que eu vi no Santo Américo de de Eu tive uma aula, eu acho que era com o Veremundo, que era um f virou diretor do Santo Américo daí para fora, tá? na batida do padre, isso esse limite a gente tinha. Então, você vê a batina do padre escarrada por trás, inteirinha, cheia de escarro, e daí para fora... Esses tipos de e daí para para coisas mais pesadas, tá? Realmente, eu fiquei muito assustado. vinha de um pessoal da pesada. Terminar a escola, terminar meu currículo famoso, quando que eu me acalmei? Quando eu fui para um colégio experimental chamado Liceu Eduardo Prato. o final da da época áurea do do Liceu Eduardo Prato,

aqui em São Paulo, né, e no Brasil. Em suma, gente que... Era uma outra cabeça. Por incrível que pareça, este pessoal... Este pessoal se ahn... E eu tive um um um ano – eu não me lembro há quantos anos atrás – que eu tive uma festa reunindo todo o pessoal do Eduardo Prado. que está numa vida boa e daí para fora, tá, mas a maioria deles você vê, transpira uma certa felicidade, uma tre certa realização. no mesmo ano, tive uma festa com o pessoal que eu tinha estudado no Santo Américo, que é mais ou menos a geração. E eu fiquei muito triste por ter estudado no Santo Américo, porque realmente é uma geração mais triste.
Uhum. E vamos lá. Aí você me conta essa história da bicicleta, por favor.
A bicicleta uhn surge na minha vida. Eu tive bicicleta quando criança. E primeira descoberta de liberdade foi nos jardins, com uma bicicleta.

Ele tinha um Américo Suíço, mas a gente andava muito pouco. A gente brincava mais de escalactrix, de carrinhos, e daí para fora. Ou jogava futebol, que ele tinha alguma habilidade. Na bicicleta... Logo depois, quando eu estava nessa transição, eu tinha sido expulso do Santo Américo, eu ganhei uma bicicleta e ficou guardada quase um ano na garagem, meu pai não permitia me dar, essa bicicleta acabou sendo roubada depois, isso em sessenta e sete, por aí. Foi roubada no shopping em Iguatemi, o idiota aqui deixou sem corrente, né? a bicicleta entra de fato na minha vida de novo em mil novecentos e setenta e sete. Aí eu já estava Eu já tinha... setenta e

Eu sou diabético. hoje em dia se diz que eu não sou mais diabético, entende? Eu Vai lá entender a medicina. Na realidade, eu tenho uma coisa chamada hipo e hiperglicemia, tá? vez de ter uma curva normal, eu tenho uma curva em zigue-zague, o que fez com que eu tivesse um temperamento muito explosivo e irracional durante um um bom tempo. Ahn ahn Diabete em si só foi descoberta em mil novecentos e setenta e dois, quando me separei. A gente já chega até lá, tem histórias interessantes para isso.

<laughs> <laughs> Eu queria muito que ele voltasse a pedalar hoje, tá?
que seja. Mas daí ahn, um pouco depois eu compro uma bicicleta para mim, tá?

Mas que coisa incrível. Não tinha percebido. Bom, que seja. sem dúvida nenhuma, ela f f funciona com duas coisas. Ahn

Ela entra efetivamente na minha vida, minha g minha paixão na época era futebol, estourei um dos joelhos para recuperar, tinha que andar de bicicleta. Todos as conexões de família sempre gostaram de comer muito bem.

Tinha perto de casa a uma padaria que era maravilhosa, que era Vesúvio, que foi um dos melhores pães italianos de São Paulo, e eu sempre ia pegar pão antes do minutos antes do almoço, me avisavam, ó o almoço foi ficar pronto daqui a trinta minutos, eu saía, ia pegar e voltava daí para fora.

Muito legal. bicicleta cada vez entrando mais na minha vida. No final da FAAP eu já, não raro, eu ia até a FAAP de bicicleta, Meu pai estava representando os bancos na época. Ele tinha um escritório na Rua Boa Vista. ia de bicicleta para o centro. Tem uma passagem aí, eu já estava bem treinado. dia, eu f uhn acho que foi a primeira vez que eu fui. Aí Eu fui para o centro com uma Calloy dez e eu parei dentro do Jockey, do Jockey Centro. Na volta, eu saí junto com um cara com uma setecentos e cinquenta. quando eu estava descendo a Grécia, no último quarteirão, na curvinha da casa da da da da Marta e do Eduardo Suplicy, né, que moravam perto de casa, éh passou o cara com a E olhou para minha cara e disse, você não saiu do jockey junto comigo? Você não estava no jockey? Eu disse estava. Isso para mostrar como bicicleta é eficiente. Bom, eu vim feito um retardado mental, tá bom. ahn... Daí começou a febre da bicicleta de começar cada vez mais se interessar e cada vez menos usar o carro. A tive uma namorada que ela...

O primo dela era um dos sócios de um hotel que fica do lado do Hilton, lá de Recife, que acho que é Hilton, que é o Savarone.

E eu fiquei trabalhando em casa, Eu, na época, sou artista plástico de profissão, tá, eu pinto, estou retornando, mas eu estava trabalhando uma série de desenhos em casa e, de repente, tum, olhei para o relógio e disse, pô agora não dá mais para ir a pé nem de carro. não vou conseguir chegar, vai de bicicleta. Então eu enfiei um terno que eu tinha acabado de comprar, primeira vez que eu usava, um terno inteirinho bege, parecia um malandro daí para fora. Camisa clarinha, gravata, sapato argentino, todo chique, tá? Peguei uma das bicicletas e saí feito um desesperado pela avenida da Boa Viagem e parei. E daí o Savarone é uma salchicha assim, tem um um vidro aqui do restaurante, tá, e tinha uma entrada de carros que era um u, assim. E quando eu estava pondo a corrente, parou o carro do governador da época, o que foi ahn vice-presidente do Fernando Henrique, o... O Maciel? Marco Maciel Daí acontece uma das cenas <laughs> mais patéticas de toda a minha vida, porque eu tranquei a corrente e fui no sentido dos carros, porque a entrada era justamente onde eles tinham, a entrada para lá para dentro éh, entrada para dentro é ótimo, <laughs> tá, a entrada era exatamente, estava de frente para os carros, e nesse momento eu reparei que Tinham descido do do dois Opalas, que era o carro oficial da época, o Marco Maciel, com todos os secretários, eram oito pessoas do lado de fora do carro, e todo mundo bestificado olhando para a minha cara. Daí eu parei, não entendi, e eu parei para o Marco Maciel entrar, porque ele era a autoridade, né? <laughs> o Marco Maciel ficou olhando para a minha cara dizendo, di não não falava, não andava, não desandava, E eu <laughs> virei para ele e disse, senhor governador, o senhor é o governador e todos o esperam. Daí ele d, olha, mas foi uma gargalhada deles, eles entraram e eu entrei atrás. Aham. Ahn O fato é que... Um bom tempo depois, eu conheci o João Câmara, que é um dos melhores artistas do país. Câmara me foi apresentado pelo Zé Carlos Vianna e estava... João Câmara, acho que estava com o Samico junto. Bom, em suma, mas é a tropa lá de de Olinda. E daí os caras comentando, pô, você anda de bicicleta daí para fora, você sabe que tem um louco de hospício que foi na na inauguração do Savarone <laughs> de terno e de bicicleta? Eu disse, eu sei, eu conheço bem <laughs> o louco de hospício, <laughs> né? Histórias como essa tem tem boas. me separei, voltei para São Paulo, é continua a história do bicicleta e continua fatos como esse acontecendo. Inauguraram o Margherita, né, aquela pizzaria que tem na na esquina da da da Hadock com a Tietê.

E os dois chegaram de bicicleta para a inauguração. E daí deu um branco em todos os os seguranças. Na época não tinha segurança, mas todos os motoristas, todos os guardadores de carro daí para fora e os caras simplesmente não sabiam o que fazer, né? Que fazer. eu conversei com um deles e disse, bom, mas eu estou convidado para... O cara não conseguia acreditar. Eu sei que até há pouco tempo atrás o cara trabalhava lá, toda vez que eu chegava lá o cara me recebia feito um rei, porque se lembrava da história. Última historinha, na época que meu pai trabalhava com banco também, a aí foi até mais gozado, eu tava estudando, tinha uma prova de faculdade na no dia seguinte, estava em casa estudando, meu pai tinha dito, olha, por favor, você, a única coisa que eu te peço é o seguinte, você tem que levar esse documento no final da tarde para o o presidente da empresa ahn assinar, Pode ir, é na nove de julho, está aqui o endereço, a o a tem uma ga uma vaga de garagem para você chegar lá, sobe, só enfia um terno. E

Hum. Esqueci. Aliás, esqueci não, nem tinha. Enfiei um terno, esse sim, o terno era mais chique que a história lá de de Recife, que era um terno inglês, que tinha sido dado por minha avó, fui hiper bem vestido, peguei a bicicleta, porque disse de carro também não, até a fazer as voltas daí para fora mais rápido de bicicleta, fui de bicicleta, daí eu cheguei lá e... Eu encostei, fui entrar dentro da garagem e o veio o zelador, na época não tinha essa questão de segurança, e disse, o senhor não pode entrar de bicicleta. Eu disse, não, mas o presidente da empresa está me esperando. o senhor é o seu

Sou. disse, ah, ele está esperando o senhor mesmo, mas de bicicleta o senhor não pode entrar. não tem uma vaga de carro para mim? Qual é a diferença de pôr a vaga de... a bicicleta do carro? Não. De bicicleta o senhor não vai entrar. Bom, em suma, depois de meia hora de discussão, desceu o <laughs> presidente da empresa, entende? E o baiano lá não... nada... <laughs> nada contra, mas o baiano lá, que era baiano mesmo, ele não... simplesmente não... aqui você não entra. Não passa. É, de bicicleta você não entra. Então, esse tipo de situação eu vivenciei Muitas vezes, muitas vezes. Muitas éh muito complicado. F f eu fui muito discriminado, muito discriminado. Foi não não foi simples. Era uma cidade que tinha pouquíssimos ciclistas, bicicleta era coisa de pobre. Era coisa de pobre e e não era admissível no nível social que eu vinha, que era uma classe média alta, usar bicicleta, tá? Tive que ouvir coisas extremamente pesadas sobre o uso da bicicleta, literalmente num jantar de família, com gente que nunca falava palavrão, no meio do jantar.

Ou historinhas como essas, que daí viraram ridículas, entende? De

Mas aqui você não entra de bicicleta, coisas tipo, foram é c centenas, né? Viraram... corriqueiras e e e ridículas,
E você lembra, queria que o senhor contasse um pouco dessa Você já está, você comentou, desde setenta e sete, assim, que você usa com frequência. viajou, você tem situações engraçadas.
Algumas outras histórias, assim, ou edificantes ou mais... Bom, a primeira coisa que pedalar no começo... Pedalar... Quando eu comecei a pedalar, pedalar em São Paulo era divino. principalmente na área mais rica da cidade. Por quê? Porque bicicleta era uma astronave. Então, o pessoal tinha um cuidado extremo com o ciclista. Era raríssimo você tomar uma fechada, você os caras fazerem qualquer besteira com você. raríssimo, era muito raro. das <laughs> poucas vezes que eu tive uma briga no trânsito, eu estava na Faria Lima, na frente do shopping em Iguatemi, e completamente relaxado daí para fora. o ônibus da frente parou, parou um ônibus atrás de mim <laughs> e Eu não sei porque, o cara se irritou que eu estava na frente dele. desandou a tocar a buzina, ele não podia ir para frente. ok, buzina na minha mão e daí para fora eu mandei um espelho retrovisor para ele, né? E E saí andando hiper tranquilo. Coisa de moleque, né? A pior coisa no mundo é você f fazer uma besteira dessas. metros para frente, na na na frente do Clube Pinheiros, o ônibus veio para me caçar. E eu um eu tenho uma facilidade brutal de andar no trânsito. É É um é é muito acima da média. muito acima. Eu tenho uma percepção de dinâmica do trânsito, de como fazer as coisas, que provavelmente vem da minha vivência do trânsito de Buenos Aires. Tá? Na época, eu aprendi aos onze anos de idade dirigir em La Plata, com meu avô, onde ele parou no meio da estrada e disse, você segue viagem dirigindo. Eu nem alcançava os pedais, tá? Em Buenos Aires eu dirigi muito. Buenos Aires é um trânsito caótico e você dirige sem os espelhos. Uhum. para dirigir, eu dirijo com vocês aqui em São Paulo. Isso te te me ensinou outra dinâmica que me foi de grande valia para bicicleta. O fato é que em vez de eu fugir, subir para a calçada e daí para fora, eu vim para o lado de dentro da Faria Lima e comecei a discutir com o cara, que me falou alguma baboseira, os dois andando devagar. E daí eu <laughs> comecei a espancar o ônibus, bater com a mão espalmada na lataria do ônibus, e o cara se assustou e acabou parando o ônibus com uma roda em cima da calçada. Ele E ele fugindo de mim, ele parou. Daí aconteceu o o quase desastre, desce do ônibus um cara, se o Mike Tyson tivesse olhado para ele, saia correndo, tá, porque o cara tinha uns braços que era uma coisa desse tamanho, era um um negão imenso, forte, e eu disse, se passou pela minha cabeça do ônibus, eu não tenho medo, mas se esse cara me pegar, eu estou morto. E daí foi uma cena ridícula, porque eu fiquei dando voltas na Faria Lima, no meio da Faria Lima, e circundando ele à à distância suficiente para eu poder f fugir, e conversando com ele, até que eu calmei o cara, daí eu fui embora. a de ônibus eu não tenho medo, mas de motorista de ônibus com braço <laughs> desse tamanho, eu tenho, tá?... Ele é um motorista. A outra coisa que é, acho que um fato que é interessante, eu participei da Casa Madre Teodora. irmã era muito amiga, amiga de infância, da velhinha Montoro, que é sobrinha do Franco Montoro, né, do ex-governador. a gente foi fazer campanha para o Montoro, que aliás foi um dos grandes, outro outra coisa especial dentro da minha vida, foi um dos grandes momentos desse país, né? Tem muita coisa boa que está acontecendo até hoje que é resultado dos trabalhos lá.

Bom, que seja.

oitenta e dois, final de oitenta e dois, e a gente apresentou, eu apresentei pela primeira vez na história um projeto para bicicletas, um projeto para implantação do do uso da bicicleta organizada, né, projeto de verbalização de bicicletas como modo de transporte, suporte de turismo para o estado de São Paulo, BAR, éh que tinha conceitos que hoje em dia estão sendo aplicados, Hoje em dia. falei coisas naquela época que, aqui no Brasil, era eu estava falando disco voador. realidade, essa esse início meu político com relação à bicicleta é porque, uns anos antes, eu trabalhei com a coisa da da da com a

Mas ver éh filme, por exemplo, que eu vi uma vez na minha vida e quase infartei, de como eles matavam boi em matadouro, né, que não é com pistola, que os caras faziam com... Não, com marreta. Uhm. Tá? Com marreta e, de vez em quando, com marreta e um cravo. Um horror, tá? Ver gente morrer na minha frente, para mim, vai numa boa, mas bicho não vai. Ahn de eu ter conseguido alguns resultados e sempre ahn... Eu sou muito... Enrolando, enrolando. <laughs> Então sou muito eu sou muito fora da realidade. Eu vivi, eu estou contando para vocês uma série de de situações muito especiais para mim, o que faz com que a realidade do dia a dia, para mim, seja uma coisa muito difícil de lidar. A o bom exemplo é esse que eu vou dar sobre a questão de ecologia. No Brasil, a gente estava lutando pela proibição de pesca na das baleias. E Eu, na minha santa inocência, Eu fiz <laughs> uma coisa que acabou sendo éh, em parte, um pouco decisiva na história toda. Só hoje eu uhn tomo consciência disso, tenho consciência disso. A Estava tendo uma reunião da Esse Bê Cê, Esse Pê Bê Cê, né, com a Sociedade Brasileira de Progresso para a Ciência. Aham As letras vocês ponham aí. E o que que eu fiz? Eu fui com abaixo assinado, com folhas, com toneladas de folhas, e eu entrei em todas as reuniões e fiz todo mundo assinar. eu saí com cinco mil assinaturas das pessoas mais proeminentes do país, de uma vez só, e entreguei para os caras. Quando os caras olharam <laughs> aquilo, os caras não acreditavam. Não acreditavam. Então, todas as coisas, Todas as coisas referentes à à minha vida, mesmo a questão de bicicleta, a bicicleta acho que foi a mais consciente delas. Provavelmente a mais consciente delas. a teve muita coisa que eu fiz na minha vida, como a questão da Madre Theodora, ou dos projetos daí para fora, que eu não tinha dimensão da da escala que eu podia estar alcançando.
Está legal. eu queria, na verdade, até a gente começou a falar da bicicleta, eu queria retomar um pouco. da tua opção de ter optado por artes, por exemplo, você vem de uma família, principalmente o teu pai trabalha com indústria, foi banqueiro também, trabalhou com bancos, e de repente você andava de bicicleta e você optou por estudar arte, né? Onde veio a opção? relutância? Como é que foi isso?
mãe era uma mulher absolutamente fantástica.

Eu não sei se ela me protegeu porque eu sou especial ou se eu sou especial e simplesmente ela, com uma uma mãe muito ciumenta, queria ter os filhos todos debaixo das asas. Eu não hoje eu não entendi direito. É óbvio que, por influência do meu irmão, eu quis fazer arquitetura. é óbvio que, no segundo vestibular, no primeiro vestibular que eu prestei, eu prestei para arquitetura e para artes plásticas. E entrei em artes plásticas e peguei – eu sempre estou repetindo essa palavra especial – um momento extremamente especial da FAAP. porque a FAAP a era um uma estrutura maluca para o aprendizado de artes. teve um custo brutal, porque todos os meus amigos foram para carreiras firmes, tranquilas, daí para fora, e eu simplesmente ahn fui cair em artes plásticas.

Na minha escola, entende? São se se São sessenta alunos nas classes de ahn sociologia, da coisa básica, e daí para fora. cinquenta e oito mulheres e dois caras.

Foi uma experiência fantástica, eu efetivamente me encontrei, eu fui, tive só, tive duas dê pês, uma foi uma molecagem minha, nunca gostei de história, eu quis dar um chapéu no professor e, idiota, a e a outra dê pê foi uma dê pê por confusão do próprio professor, esse o professor me pediu desculpas, eu era o melhor aluno de desenho, fácil, tá, isso eu tenho consciência, <laughs> e ele errou, ele me pôs os dê pê.

Não, que isso, você está maluco? Eu disse estou de dê pê, pô, você me pôs os dê Cara, vamos corrigir isso. Daí eu conversei com a minha família uhn uhn, a coisa era difícil de pagar, porque mesmo naquela época não era barata, e daí para fora e disse, olha, eu fiquei, pode tirar, mas pu por mim eu faço de novo, porque a questão do desenho para mim é muito importante. Eles disseram aí, né, pu você não se preocupa, vai tomar tempo. Bom, FAAP ficava um um bom tempo lá dentro, mas socialmente teve um custo muito alto para mim, muito alto.

Então, ahn Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, La Paz, a Puno, que se não me engano... Só um minuto, me conta essa história inteira, de onde surgiu essa ideia, você parou de estudar... Eu tinha não, eu fiz uma viagem antes, que foi uma viagem extremamente marcante. Aham E vocês têm idade para serem meus filhos, se eu tivesse dinheiro eu enfiava todo mundo, inclusive essa gracinha para fazer. Aham. Tá? A ano antes, eu fui enviado para os Estados Unidos, eu passei três meses num navio cargueiro.

Ele era distante, mas ele foi uma figura ótima. e como eu tinha uma encrenca muito grande com meu pai, a a coisa extrapolava para para quem não tinha que ter tido, estar no rolo. Bom, o que seja.

Também. foi uma experiência fantástica. Eu fui num graneleiro de cento e cinquenta mil toneladas. gente saiu de Salvador. Amapá. a a New Orleans, com um detalhe especial. New Orleans, ahn eu não lembro se foi Houston, Baton Rouge, Barbados, Santos. Um detalhe especial, Quando a gente estava chegando na em New Orleans, e no no no Triângulo das Bermudas, nós pegamos umas doze horas de mar zero. O que que é mar zero? A o Em pleno mar, é como se fosse uma piscina sem vento. É um espelho. Uhum. Para vocês entenderem claramente o o nível de lisura do mar, a uma barbatana do golfinho, que passou do lado da gente, quando ele estava a cem metros de distância ou coisa semelhante, tinham ondinha ainda, tá, um um absurdo. E isso tinha um uma sinalização muito grande para os marinheiros, eles sabiam que estava vindo um furacão. Uhum. Que no dia seguinte pegou um barco no no rio Mississipi, um barco de vinte e cinco mil toneladas e enfiou quinhentos metros para dentro da da terra. Foi o único dia que eu vi o o comandante ficar assustadíssimo. essa viagem me marcou demais por uma razão muito simples. Quando você está num navio cargueiro e você está em alto mar já há alguns dias, você consegue entender a pequenez nossa como nível biológico perante não só o planeta como perante o universo. Quando você sobe num no deck de um navio desses, que geralmente, éh em noite muito clara, eles desligam todas as luzes, mantém só as luzes de sinalização, entende? Para o cara enxergar o melhor possível. é com era completamente diferente do que é hoje, né, hoje é muito mais. os caras precisavam enxergar, ver, literalmente. com radar, eles precisavam ver. E você subia no deck, e você ficava uma hora, duas horas, e uma hora, duas horas, ia aparecendo cada vez mais estrela, porque teu olho ia se adaptando à situação. a uma coisa impressionante. E daí você entende... a fragilidade da gente, você, o o o tamanho que a gente é pequeno. Você entende através dos marinheiros o que é solidão, tá, o que é o mar. Eu nunca li Camões, mas eu uhn tinha tenho vontade, ainda pego. A Quando a gente voltou para o Brasil, tinha jangadeiro há cento e... Não, há cinquenta e um quilômetros da costa. Cinquenta e e um quilômetros. E daí é uma coisa impressionante, porque você está num navio imenso e o jangadeiro está numa coisa que é metade dessa sala, se tanto, entende? fica com os pés molhados, tem uma vela, tá? As histórias dos jangadeiros são fantásticas. ano depois, eu fiz essa viagem que foi muito louca, que Bolívia, Peru,

Mas um casal fantástico, com os filhos pequenos.

Quando eu cheguei lá, eu já pesava sessenta quilos e eu cheguei com cinquenta quilos, porque eu economizei em comida não poder mais. feito um desesperado no altiplano, me fez um mal desgraçado, tive que descer para Lima de avião porque não aguentei fazer os os desertos, não não estabilizava meu corpo. Fiquei um mês em Lima e daí, bom, v vou continuar a viagem, né, vou para Quito, né, uhn como eu fiquei um mês para para engordar, para isso, enquanto o Joãozinho não estava com o dedinho gordo, eles não me liberaram. Ahn Daí eu decidi acelerar e ir para Quito fazer o outro negócio de de ônibus. E daí era assim, para para Quito de ônibus custava cento e de avião custava cento e vinte dólares. Eu disse, so sorry baby, América Latina, que se dane. <laughs> Vamos para a civilização. Daí, ironia do destino, ahn fui para para Zurich, foi uma experiência, o contraste foi uma experiência marcante na minha vida. Poucas coisas me assustaram tanto quanto chegar em Zurich. Dois dias depois ahn, a ironia do destino, apareceu um cara, ah, estou indo para o Grande Prêmio de Mônaco, assisti o Grande Prêmio de Mônaco, eu sempre gostei muito de corrida, já disse, a assisti ahn no Jardim do Castelo. Puts. Por que no Jardim do Castelo? Porque primeiro que Mônaco era aberto. Eguin e segundo, que a gente andou a, eu acabei me perdendo do cara, mas eu andei o circuito inteiro, e quando chegou no final do dia, eu procurei um lugar para me acomodar, e eu estava com muito pouco dinheiro, né? pouco dinheiro. <laughs> eu olhei, olhei, olhei e disse, pô, tem um um platô lá em cima, deixa eu subir. Daí eu subi a curva do tabaco, subi as ruas e daí para fora, deixei cair na no no no na praça que tem de frente para o castelo, não é, que é em cima do tabaco. da curva do tabaco. E Daí eu me acomodei lá, fiquei vendo o sol e, de repente, veio um guarda e disse, que que você está fazendo aqui? Eu disse, não, eu quero assistir o Grande Prêmio amanhã. Preciso procurar um lugar para dormir. Daí ele olhou para um lado e para o outro, daí para fora, disse, você é brasileiro? Sou. Eu eu sou fanático para o futebol. uma coisa. Dorme aí debaixo do banco que amanhã você vai ver o melhor Grande Prêmio da tua vida. vi. Lugar de honra. escondido lá. cara me deu proteção a noite inteira. <laughs> Caramba <laughs> <laughs> Uma coisa incrível Bom, que seja. voltei para a FAAP. Foi durante as férias, foram os três meses de férias, aí não interferiu, e a segunda efetivamente eu parei durante três meses de estudar. E FAAP foi uma experiência maravilhosa, porque eu ahn tenho a parte de escultura eu ficava o tempo inteiro na parte de marcenaria, daí para fora, me fiz func amigo muito amigo de todos os funcionários, dei ahn, ajudei todos os outros alunos. Uma Coisa foi uma experiência muito muito interessante, mas com custo social muito grande.
Só uma curiosidade, você tinha o objetivo de chegar ao Estados Unidos, né, nessas viagens pela América Latina, foi isso? Você Jure que você não chegou aos Estados Unidos?
eu fiz, daí eu fiz ahn Suíça, tá, na realidade eu fiz a Suíça, Itália, Mônaco. E a Suíça eu fiz ahn Zurich ahn, de baixo para cima ahn, não, Zurich, Sion, ahn Zermatt.

Então, Sion, Zermatt, ahn Montana, Lausanne, Zurich. Daí, Mônaco, Da Itália eu fiz o roteiro clássico, o único lugar que eu não fiquei d muito tempo foi m ahn Napoli, porque eu cheguei com uma febre danada, daí eu decidi voltar para cima. Mas Napole tem uma das passagens gozadas da minha vida, que eu saio da estação de trem, então ti tem um estacionamento, né, e saio da estação de trem e vem um cara com um cinquecento de de teto de lona, Primeira coisa que eu vi, e daí o cara vem pela contramão, assim, pu na contramão. quando ele chega na esquina para para entrar na avenida principal, ele dá de cara com uma uma policial, né, eu disse, ih vai dar confusão esse negócio, né? a policial desandou a xingar ele.
Falar para ele, pô você não pode andar aqui, que você não pode fazer o que, o que que você pensa que você está fazendo da vida?

Eu disse, bom, eu cheguei em Nápole. <laughs> Cheguei em Napoli. E Napoli eu preciso voltar porque dizem que é uma maravilha, mas o resto foi foi uma experiência muito boa. Ahn andava tão mal vestido na época, que, em Genova, fui para o Museu de de Arte Moderna e eu uso relógio desde os dezoito anos de idade, quer dizer Devo ter acordado cedo, fui para o museu, tomei o café da manhã, fui para o museu. Hum Daí me abriram a porta, eu entrei no museu, e fiquei visitando o museu, etcetera, etcetera, quando estava quase terminando de de visitar o museu Daí veio um cara para mim e... Você é jardineiro? Jardinheiro, ou seja, sei lá como é que é. Você é o jardineiro. Não, por quê? Eu o que que você está fazendo aqui no museu? Isso é, estou visitando.
não, se você não é o jardineiro, <laughs> por favor, retire-se que o museu não está aberto. <laughs>
mas é isso. Não, eu falo para a câmera. um ditado, talvez uma das coisas que mais me marcou nesses último ano anos é um, vem de um filme, eu não sei se do Almodóvar ou coisa semelhante, que isso realmente é uma mudança de curso na minha vida. f uma delas, né? viver pela metade é não viver Então, se me perguntarem se devem fazer essa viagens, tem que fazer, tem que enfiar a cara e fazer. de qualquer forma, tem que tem que aproveitar, porque eu acredito plenamente que a o o a a grande vantagem que eu tenho como cidadão, como ser humano, daí para fora, é que pelo sim ou pelo não, eu venho construindo. Como eu fui muito difícil, muito difícil,

Daí eu comecei a procurar paz de espírito. se u uma das coisas, você pode ter todo o conhecimento do mundo, mas não adianta nada você construir uma personalidade que ou um um ser idoso, que é onde a gente chega, todos nós chegamos, a não ser que tenha algum acidente, que não tenha paz de espírito. aí não dá, tá? É construção real mesmo é que vale a pena, Existem duas construções, para os outros, tá, e a questão coletiva, inclusive, é uma resposta para si próprio. Então, s uhn uhn quer fazer uma viagem? Tem que ir lá e tem que fazer a viagem, tem que fazer as coisas, tem que vivenciar, tem que tem que chegar no final da vida e dizer valeu. Vamos lá.

Fiz umas poucas viagens, poucas e e curtas viagens.

Bom, não me lembro. mas morreu há quatro anos, uma coisa semelhante. O o o de setembro ela estava viva, infelizmente eu vi o segundo avião batendo ao vivo. Ahn vivo que eu digo televisão transmitindo, né, bom, que seja. Tem um tem um final aí de herança que que é pequeno, tá, mas uma coisa que eu pretendo é f fazer a viagem da minha vida, né, eu ahn Tem muita coisa que eu ahn deixei de vivenciar para não atrapalhar a vida dos outros. Então, por causa da minha diabete, que eu tive quatro ahn pré-comas glicêmicas, que é um negócio horroroso, hoje em dia está controlado. Eu sempre evitei ahn entrar dentro de de de passeios ou de viagens ou de coisas assim que eu pudesse comprometer ou criar problemas para alguém, tá, se sempre Minha vida foi muito focada nos outros e não criar problema para os outros hum, o que me limitou um pouco. Ahn Viagens de bicicleta, Eu fui para Cambuquira uma vez, trezentos quilômetros, eu fui de Cambuquira a Aparecida, outra, ahn eu fiz algumas viagens ahn pequenas aqui den ahn perto de São Paulo Bom Jesus de Pirapora, eu fiz algumas coisas pequenas, tá, fiz um trecho, fiz metade do caminho da fé agora, fiz uma pequena viagem na Europa, nunca fui muito longe. grande viagem que eu fiz, a maior de todas mesmo, para mim falta conhecer só Itaim Paulista e Iguatemi, dois bairros de São Paulo, o resto eu acho que eu praticamente já rodei São Paulo inteiro. O que aconteceu com São Paulo é uma tragédia e não é uma força de expressão, é real. Paulo é uma cidade muito, muito especial. uma cidade muito, muito especial que está perdendo a característica. Meu irmão diz que provavelmente não há no mundo uma cidade que tenha contrastes tão grandes numa mesma rua, diferenças tão grandes daí para fora. E contrastes a questão urbana. Hum éh aprender a conhecer a cidade de São Paulo, a o Centro Expandido eu conheço, o Centro Expandido e as baixadas do Pinheiro e do Tietê, esses eu conheço bem São Paulo. conheço bem. resto da cidade tem algumas falhas, alguns buracos, mas éh eu conheço bem, seja de carro, seja de bicicleta, não que eu tenha ido muito longe, mas conheço bem. Conhecer da forma como eu conheci é uma coisa muito, muito especial, porque daí você vê que que é uma cidade de contrastes malucos, sabe? São ene cidades numa cidade só. Se o país quiser uma resposta efetiva para as mazelas dele, se as leis fossem mais simples, e ses uhn o paulistano entendesse a questão de coletividade, se o paulistano se o a pessoa que mora em São Paulo tivesse uma paulistanidade Tá? Provavelmente a gente dá uma boa resposta para isso, porque todos os universos estão aqui dentro, sem dúvida nenhuma, inclusive a tua terra santa. Infelizmente, eu posso não comer muito pouco óleo de dendê, porque comeu, sentou no trono, né? <laughs> Mas eu adoro. pimenta também, eu sou alérgico, infelizmente. a são são todas as terras. Então, é é é o é literalmente uma coisa fantástica. É fantástica, você tem áreas tranquilidade na cidade, com comunidades que são que elas se conhecem, com um conjunto de arquitetura que é maravilhoso, Belenzinho é maravilhoso, Tatuapé éh ou foi maravilhoso. Ahn pu é é É fantástico. A gente destruiu em pouquíssimos anos. Eu fui o bike repórter da Rádio Eldorado, né, que foi uma experiência para mim Eu, para dizer a verdade, eu não sei como eu me enfiei naquilo, mas eu, mas me enfiei e deu certo, tá? Deu su surpreendentemente certo, tá? Uhm uhm eu conseguia acreditar. Quatro anos depois, a Rádio Eldorado estava recebendo um e-mail ainda pedindo que eu voltasse. Eu acho pessoalmente, eu acho um absurdo. Acho eu acho que quem mandava e-mail, eu agradeço <laughs> muito, mas acho que vocês estão loucos. <laughs>
<laughs> Mas por que? Você não gostava do trabalho? gostava. Eu gostava muito do trabalho. Como é que era o teu dia a dia de trabalho de bike repórter?
final de tarde, né?

na realidade, eu fui contratado para fazer trânsito. Hum. acabei fazendo A parte de comentários da cidade é completamente a revelia do João, João Lara Mesquita, que é o responsável. e a quem eu devo muito respeito porque é literalmente um gênio. como dois ahn duas personalidades fortes geralmente são difíceis de se bicar, a gente teve alguns entreveros que, depois que ele saiu da Rádio Eldorado, um dia a gente parou lá no Ibirapuera e demos muita risada de toda história. Algumas broncas que ele me deu foram éh completamente sensatas, sou uma pessoa politizada. Éh o e dias eu soltei algumas coisas sobre política lá que sh ele queria me estrangular, né, literalmente. de resto, falando sobre a cidade, eu o o que eu acho que funcionou direito era foi a coisa de ser meu depoimento ser visceral. Então, o que que era? No final da tarde, cinco e m, cinco e meia, eu saía, pegava a bicicleta, eu escolhia um ponto da cidade que eu ia começar e eu evitava fazer o mesmo trajeto duas vezes, tá? sempre saía de um ponto para o outro. Ahn todos os dias que eu fiz, que eu fiz ahn em dois anos, O programa parou por causa do onze de setembro, né? A Por quê? Porque uhn todos os grandes patrocinadores, eles desapareceram do dia para noite. O João um dia chamou a Renata e disse, olha, a Globo está batendo.

Ih, vai ficar brava!
Então, mas a Renata, e ela que fazia interlocução com o João, que sempre se entendeu muito bem com ele, e ele chamou ela e disse, olha, a Globo está batendo lata, se em um mês não entrar dinheiro, eu estou numa situação financeira terrível, eu vou ter que cortar absolutamente tudo que não seja sumariamente essencial para a rádio, e acabou o Bike Repórter. O a único momento Então, eu eu saía mais cedo, bem mais cedo de casa, eu escolhia um roteiro, eu fazia esse roteiro es uhn geralmente só mudava quando tinha uma coisa especial, eu ouvia que tinha uma coisa especial e daí eu saía atrás dela. Ahn O fato mais importante é Isso é muito importante, inclusive, para para para um en para a compreensão das pessoas do caos da cidade. A Rádio Eldorado tinha alguma coisa em torno de cem mil ouvintes dia. E o pessoal ahn, no começo do meu trabalho, eles mandavam um e-mail atrás do outro, dizendo para a rádio que a gente estava mentindo, que eu estava de moto. Porque uhn uhn poucas mu muita gente de, coisas nesse tipo sempre sempre apareceram.

Porque eles não conseguiam, ninguém tinha a percepção da ineficiência do carro no trânsito. caiu a ficha de um monte de gente. Isso para a bicicleta foi de um auxílio tremendo para a bicicleta, para as pessoas reverem alguns conceitos.
Você fala isso por conta do teu deslocamento, a rapidez com que você se se se deslocava?
Conforme conforme, por exemplo, se eu eu viesse do ahn do aeroporto ou lá de cima do Planalto Paulista, no sentido dos Jardins, como é descida o tempo inteiro, tá, então minha velocidade, vem eu venho junto com os carros. Tá? Acontece o seguinte, se o trânsito está parado, o carro fica e eu desapareço. Uhum. E daí os caras não conseguiam entender como é que eu dava um relatório, por exemplo, da da esq da da vinte e três de maio, da uhn não chama vinte e três de maio, mas lá perto do aeroporto. Não, é naquela área, é que chama-se, tem um outro nome, a vinte e três de maio ela éh vira Rubem Berta e depois ela tem um outro nome, essa coisa, né, enquanto vereador não conseguir achar um nome para cada quadra de São Paulo, eles não vão ficar satisfeitos. Ma so muito importantes, extremamente importantes, parabéns. Bom, que seja, mas eu vinha do aeroporto para cá, então era muito rápido o meu deslocamento, então eu fazia o primeiro lá no aeroporto, eu fazia o segundo, por exemplo, se eu viesse muito lento, eu já fazia quase perto do Ibirapuera, fazia o terceiro, bom, em suma, era muito rápido, os caras diziam, não é possível. Mas era ao vivo? minhas entradas eram ao vivo. Ahn. ao vivo. Tomei só uma bronca, que graças a Deus não foi ao ar, na Pamplona, na frente do do lá da do Carrefour, que <laughs> deu um pau na rádio e eu entrei uma vez, caiu. E eu me movimentando, entrei a segunda vez, caiu. Na terceira que caiu, que eles me chamaram e caiu que eu estava na frente do negócio da Pamplona, eu desbocado, falei um pouco de palavrão para vocês, viu? eu... a as pessoas têm horror do que eu falo. Tomei uma bronca esse sábado que vocês nem me imaginam. Bom, que seja.

Daí desliguei o te o celular, né? porque eu ouvi que tinha caído, né?

<laughs> Me liga, pessoal. o meu chefe, como é que que ele chamava? Cara, esse cara era gente ótima, era o chefe da efe eme, era o diretor da efe eme.

Eu disse, mas entrou ao vivo?

Eu escapei da coisa, graças a Deus, escapei da da baboseira. podia ter dado uma complicação danada, ah, que seja, mas foi uma experiência absolutamente fantástica, foi absolutamente fantástica. única coisa que eu trago de mágoa da Rádio Eldorado é que eu fiz um projeto, mas daí também não trago muito, n não é grande mágoa, eu eu sou muito inocente demais, e e inocente mesmo nessas coisas. fiz um projeto Chegou um determinado ponto eu senti que a questão de fazer sempre trânsito estava pesando demais para mim e eu sou muito irrequieto, então o que eu queria fazer era efetivamente a f fazer de bicicleta o entorno de São Paulo. Contar para o paulistano como é que era a cidade, the real thing E entrou um cara com um projeto para fazer de jipe. Argonauta, sei lá. tinha um nome qualquer desses daí. E o cara fez muito bem a coisa. a e o o projeto dele veio depois do meu, tá, eu entendo as razões comerciais do do do João para não ter liberado o projeto para mim, tá? Mas o a ideia era minha. Infelizmente, não fui eu que fiz.
E como é que começou essa história desse ativismo da bicicleta? Então ahn questão dos
considero que infelizmente vocês estão vivendo o fruto de uma imensa irresponsabilidade, tanto dos meus pais quanto da minha geração, tá, eu acho que aquela propaganda do Greenpeace é de uma inteligência tremenda. E passa um monte de cacas e daí para fora, tá? Vocês queriam mudar o mundo, vocês conseguiram. Uhum. Tá? A e volto volto a minha família inteira. A sempre achei extremamente importante dar um retorno para a sociedade, nós todos. Eu digo um pouco por uhn por parte da família, dos que eu tive mais influência. Ahn bicicleta, como é que ela entra? entra ahn, primeiro, porque eu disse, pô, se funciona na Europa, Vai funcionar aqui. Aliás, se tivessem, o o crime que eu acho que se cometeu, e não é por projeto ser meu, é que se fosse feito na época que eu comecei, hoje a gente teria uma outra cidade, sem dúvida nenhuma. fato é que uma frase me marcou demais, e é uma frase que é comprovada cientificamente, que a frase é ipsis litteris o que ela diz. socialismo se vai de bicicleta. O surgimento da frase foi o final do século dezenove, tá, quando os movimentos sociais ham se utilizaram dos clubes de bicicleta na Inglaterra, principalmente na Inglaterra e na Alemanha, para fazer divulgação das novas en das novas propostas de mudança e daí para fora. foi provado cientificamente quando surgiu o mountain bike nos Estados Unidos Algumas cidades fizeram grandes intervenções para o uso da bicicleta, se não me engano Santa Mônica, numa das principais, e as universidades começaram a estudar qual era o impacto que o ciclistas sentia de estar usando a bicicletas, de ter parado a automóvel e daí se descobriu que a que que era o que sempre se soube. Ahn Tá, então é exercício de baixo impacto, então a saúde do cara fica melhor, o batimento do cardíaco fica melhor, O equilíbrio psicológico da do usuário melhora infinitamente. O cara começa a perceber, como não tem a lataria em volta, ele começa a perceber o entorno, ele começa a ter conhecer gente, ele começa a conheter conhecer o bairro. Por conseguinte, ele ele vai ahn... Se quando você tem um grupo de ciclistas dentro de um bairro, você diminui as tensões sociais, você diminui violência. Como a bicicleta é o a melhor forma de você fazer pequenas compras e você chegar de bicicleta, então ela forn fortalece o comércio do da da da região onde ela está inserida. Quer dizer, a coisa extrapola muito, muito essa simplicidade que é, puxa, vamos manter o ar limpo. extrapola muito. Claramente claramente éh, você tem, o que acontece nos Países Baixos, Holanda, e nos países nórdicos, claramente éh é política de desenvolvimento social o a o fomentar o uso da bicicleta. E aí é que surge a bicicleta na minha vida. E aí é que eu faço o trabalho para a Madre Theodora. A Eu não digo que seja uma ironia, mas... foi uma coisa que eu já tinha uma certa leitura e eu faço uma proposta de não criar só ciclovias, de criar uma coisa chamada ciclorrede, ou seja, aonde você precisa de da bicicleta segregada, você tem a bicicleta segregada, aonde você não precisa, você não tem a bicicleta segregada, você tem a bicicleta com trânsito, uma faixa, sinalização, você minimiza os custos, você implanta de uma maneira muito mais fácil. Eu propus para o município de São Paulo isso. Ahn Foi a primeira vez que aconteceu o Covas. Tenho saudades dele. A Covas acabou me recebendo por orientação da família Montoro. Ahn a A reunião da gente foi foi muito gozada, ahn ou triste, se pensar historicamente, porque o Covas f fumava, ele apagava um cigarro, acendia, apagava e acendia um no outro. E quando ele fez isso numa reunião de quinze minutos, ele estava no quarto, quinto, o cigarro, eu parei a reunião e disse, pô meu, <laughs> assim não dá. <laughs> <laughs> fuma mais que o meu pai, para com isso, cara. Ele disse, é, eu preciso parar, sei lá o quê. Bom, em em suma, a a última eleição que ele votou, eu estive com ele, dei um abraço, daí para fora, fiquei muito chateado dele ter morrido. Mas o Covas, nessa reunião, ele disse para eu, se te disse, olha, se tiver aprovação técnica, eu faço o projeto, eu implanto o projeto, que era criar uma malha para ciclistas no inter no no interior dos bairros, tá, por os ciclistas no interior dos bairros, criar uma estrutura para esse para as próprias bicicletas. coisa foi, passou pelo pelo secretário de transportes, o Getúlio Ranachiro, Ret o Getúlio Ranachiro deu o ok, e eu acabei chegando no cê Daí vem uma pessoa que eu conheço até hoje, eu sinto profundamente pela resposta dele, entendo, cha chamado Luiz Montanz, que virou para mim e disse, não faço porque não faço. o projeto morreu.
O que que é não faço porque não faço? Um...
Porque ele era o técnico que assinava. encerrou o assunto. Eu tive duas situações agora que eu estou vivendo. que eu vivenciei. primeira eu tenho um projeto, esse projeto continuou sendo arrastado quando an entrou o o Serra, ele mandou fazer os projetos de bicicleta, ele mandou tocar para frente, quer dizer, tem uma série de coisas que estão acontecendo, estão prontas para acontecer em São Paulo, aconteceram agora no no governo do Serra, com esforço tremendo de um monte de gente e tudo não está acontecendo por causa do cê e tê Explica-se. Daí eu eu conto a historinha minha, pessoal. As a O Brasil tem um conjunto de leis, inclusive algumas dentro de constituição, que dão um poder infinito, quase infinito, à funcionário de terceiro grau. De terceiro <laughs> grau. É, de terceiro grau. a gozação, viu, meus queridos? Vale a gozação. de terceiro escalão, tá, que é o corpo técnico, tá? existe um conjunto de existe dois conjuntos de leis que no no no meio pequeno a gente chama Lei de Responsabilidade Administrativa e Lei de Responsabilidade Técnica. Lei de responsabilidade administrativa, eu concordo plenamente, é controlar dinheiro, aquilo que foi feito, de segura as pontas aí, quem faz daí para fora. Mas tem uns desvios na lei que também são complicados. técnica também tem outros desvios na lei, são leis de ótimas boas intenções, ótimas boas intenções, é. Discurso do Lula, que seja. Ahn Mas, de de de ótimas intenções, mas o inferno está literalmente lotado delas. e a terceira lei, que isso sim é uma lei, que por ironia do destino é lei oito mil seiscentos e sessenta e seis, ou oito uhum infinito, seiscentos e sessenta e seis, apocalipse Qual é a distorção que dá? Por que que algumas coisas não acontecem aqui no Brasil? Porque esse conjunto de leis faz com que um técnico se resguarde e daí não há quem mande ele para frente. Com os projetos de bicicleta, eu passei numa, cheguei a passar numa situação que a gente teve uma reunião no na no edifício Matarazzo com o Serra, que foram apresentados projetos do Banco jefe Banco Mundial, que se foram desenvolvidos no começo do governo dele e foi apresentado o a minha proposta para São Paulo e ele mandou cumprir a minha proposta e escolheu uma das propostas para o jefe do Banco Mundial, tá, Jorge me ajudou muito, estava Eduardo Jorge, Walter Feldman, ahn tinha gente do cê e tê, Meli Malatesta, Laura Seneviva, Ana Hoffman, a eu não me lembro mais quem. Ele mandou, tá? E o cê e tê pf deu um passa-moleque. nessa história, tá? daí, durante dois anos, eu fui tido como um idiota que está falando besteira, como é que uhn o Serra, com todo aquele gênio dele, ele que não quer a coisa de bicicleta. Bom, aconteceu agora com o movimento Nossa São Paulo, aconteceu ipsis litteris a mesma coisa. de uma maneira explícita, porque o o Kassab se apresentou em todas as grandes as as manifestações do movimento Nossa São Paulo, se apresentou inclusive na apresentação dos projetos de bicicleta, e foi pedido uma série de coisas para o movimento ter a bicicleta na rua, rua fechada, para cumprir o que são as normas internacionais, né, para São Paulo entrar no dia s mundial sem carro. O cê e tê pf literalmente teve uma reunião com com a gente, com o pessoal da Nossa São Paulo, né, eu estava junto porque eu fu eu que fiz as propostas e traçados, fizeram um preâmbulo de quinze minutos e viraram claramente e disseram não vou fazer. Daí o Kassab conversou de novo com o Scaringella e o Scaringella mandou um documento para o Movimento Nossa São Paulo dizendo não faço. é isso aí. o país inteiro está parado nessa brincadeira.
É. Que que fazer? Que fazer? Bom, saindo um pouco da política, eu queria entrar na pai e paisagística. Vamos lá. Eu queria que você me contasse éh as paisagens que você vê de São Paulo. Como é que você percebe São Paulo? Você acha que você percebe São Paulo diferente de quem anda de carro. que conselho você daria para quem quer andar de bicicleta em São Paulo? O por que você recomendaria?
Eu vou generalizar, não vou pôr só São Paulo, tá? Ahn Primeiro vamos pôr uma referência. Minha referência de cidade civilizada é Buenos Aires. Uhum E São Paulo foi uma coisa... Porque eu passei a década de setenta inteira indo para para Buenos Aires, tá? Eu só fui conhecer São Paulo mesmo quando eu estava terminando a FAAP. Eu chamava o centro da cidade antes disso de o circo de horrores. E descobrindo que aquilo não era um círculo de horrores, era vida. E uma certa forma, o que eu passei na década no final da péca década de setenta é o que a maioria dos paulistanos passa. Isso não fazem falam da cidade sem fazer ideia do que seja cidade. Poucas pessoas, pouquíssimas pessoas foram até cidade de Tiradentes sem entender o que aquilo é. E é um gueto.

Literalmente um gueto. É impressionante. O número de pessoas na rua, você conhece? Então, é... E eu não conheço, por exemplo, Itaim Paulista, que tem uma das áreas, continua tendo, tá? Que é um bairro relativamente grande, que o tráfico controla a entrada e você só entra pagando pedágio todos os dias. Você também conhece a área? Bom, então, esse tipo de coisa... não conheces O o paulistano, por exemplo, você está falando de paisagens, o paulistano não conhece, por exemplo, o que é Engenheiro Marcilac, o que é Estrada de Bororé, o que foi Estrada de Bororé, o que é Capivari e Monos, tá? Ahn Tem uma coisa que eu reclamo a respeito de São Paulo. não pode Uma das referências principais para você não perder a noção do que é o teu lugar de vida, é você ver. E São Paulo, os pontos principais de visão da cidade, da paisagem de São Paulo, são considerados pontos nobres para a construção civil. que é um crime. por exemplo, vocês, crianças, abre aspas, <laughs> não viram uma cidade, o horizonte de uma cidade, que é extremamente importante. praças simplesmente perderam a paisagem. O que foi feito, por exemplo, tem um um um exemplo, este é um crime, este é um literalmente um crime com a cidade. do Ó você tem a igreja no topo, que era uma das coisas mais lindas de São Paulo, e eles construíram uma barreira de edifícios que esconde a igreja da Freguesia do Ó.
né?

Absurdo. É um absurdo, tá? a gente não tem dinheiro, mas era o caso de a prefeitura virar simplesmente e e tirar todo mundo, põe abaixo os edifícios e permanece a igreja lá, tá? um... como paisagem, como... éh éh era lindo, era lindo, tá? Esse tipo de coisa a gente está perdendo. Então, a questão da visão da cidade dentro de uma bicicleta, pts den dentro de um carro ou numa bicicleta. Primeiro que, qu qual é a questão da bicicleta? Bicicleta você tem uma velocidade em escala humana. Escala humana, em que sentido? Eu presto homenagem, por exemplo, a três pessoas. Primeiro, quando eu morava em Recife, tinha uma menininha que era campeão de meio fundo, tá, a menininha que não tinha nem tua idade, tinha dezessete anos de idade, ela corria a pé, a corria descalça, e contra o vento eu não conseguia acompanhar ela. de bicicleta. O segundo caso, éh aí vai vai meu carinho, inclusive, pela beleza física que é de mulher, e o pouco que eu conheço, eu gosto demais, conheço muito pouco, mas é a Neguinha, que foi segunda colocada ou terceira colocada numa São Silvestre aí, né, acho que foi terceira colocada, né, e que é uma luta incrível, porque ela é muito mais velha do que as outras, e eu tiro o chapéu para ela. já pedalei do lado dela, e ela corre na velocidade que eu ando normalmente.

Deixa eu dizer <laughs> é verdade <laughs> <laughs> Corre feito um maldito. acompanhar ele, mas ele é muito generoso. Quando eu corro do lado, as poucas vezes que eu corri do lado dele, ele me respeitou. Respeite o mais velhos. Bom, que seja. Então, a bicicleta tem essa questão de escala humana. Quando você entra dentro de um automóvel, primeiro que você passa as coisas. Você não vê. Você não vê. você não vê. Então, você não vê a paisagem de São Paulo. Éh éh já começa por aí. Ahn o outro fator que é muito importante é que com a bicicleta você ouve. Você sente o cheiro. Existem ruas de São Paulo que você anda e que o cheiro às seis horas da tarde é dama da noite, puro. Então, a a a e a ligação é mais do que simplesmente uma ligação de paisagem, tá? Essa A cidade de São Paulo tem paisagens fantásticas ainda, fantásticas. Tem uma outra coisa que é muito importante, e isso a bicicleta te proporciona. você consegue subir as pontes. A maioria das pontes aqui em São Paulo são proibidas para pedestres, que é criminoso, tá? De cima, meu grande sonho, eu espero que um dia se realize, tá? Que um dia eles peguem a Bernard Goldfaber, que é que ve que vai de da Rua Butantã para para Francisco Morato, né, que tem Eusébio Matoso em e a Bernard é mais alta, que eles parem de uliz utilizar ela como ponte. Eu já consultei um engenheiro a respeito disso, isso é loucura total. Né? que se crie um museu da paisagem do rio Pinheiros, o museu do rio Pinheiros lá em cima. Então você pega a estrutura dela e você põe um museu em cima e fica como aquela ponte lá de Florença. Ponte do Último Suspiro, né? Como é que é? Nomes, sempre péssimo, tá? você parar em cima daquela ponte e você olhar a paisagem, impressionante. maravilhoso. É literalmente maravilhoso. bicicleta te oferece esse tipo de coisa. Você, por exemplo, tem uma coisa que é muito bacana, você começa a descer a rua Augusta, de automóvel, como se o o carro está fazendo isso aqui muito rápido, você não vê a paisagem que você tem lá na frente. Sabe, você de carro você perde tudo.

De bicicleta você começa a sacar. pé é até mais legal, mas como a cidade ela tem uma dinâmica muito rápida, a bicicleta ela fica nesse meio termo do a pé e do do automóvel, você você tem uma compreensão mais holística? Cansaço aqui, as palavras já estão até...
Sim. E só uma outra queria que você desse a se ter a visão da cidade, essa questão de pensar o urbanismo, o desenvolvimento. Qual que é a perspectiva que você vê para São Paulo éh no médio prazo, para os próximos

Qualquer transformação na sociedade da gente, e principalmente numa cidade como São Paulo, passa pela população assumir que é do lugar. do lugar. Logar <laughs> <laughs> Vamos logar, tá? Então, na realidade, precisa-se tomar um precisa-se ter um espírito de paulistano. Retomar o espíri espírito de paulistano. não acontecer isso, as pessoas não vão não vão conseguir transformar a cidade. uma luta insana. acho que isso vai acontecer por uma razão outra que é, ahn você fala em vinte anos, eu não tenho dúvida nenhuma, eu não tenho dúvida nenhuma e eu parto uma aposta hoje é dezoito de setembro de dois dois mil e sete, tá? O o cê e tê está levando, porque é a responsabilidade direta deles, eles está levando a cidade ao colapso. A questão está se a... Existem... O que acontece é o seguinte. Existe reuniões anuais que todas as grandes cidades trocam experiência e dizem, olha, isso deu certo, isso deu errado, tá? do Gênio Quadros, a gente está indo para o lado contrário. E essa posição do cê e tê é compreensível, mas é suicida por parte deles próprios, porque acho que eles vão se acabar sendo de de bom corpo técnicos vão virar um um pessoal execrado pela sociedade. se recusam a discutir a questão do pedestre, que hoje em dia trinta e quatro por cento da população é pedestre, só anda a pé. ou de qualquer outro não motorizado. O negócio deles é fluidez de trânsito. Você continua tendo crimes na cidade, tipo arrancar pedaços da da do jardim da marginal para alargar um um pouco para o carro andar, eu não sei para andar quanto, Então, a minha perspectiva é, a única coisa que eu vejo é a sociedade entender o que que é a cidade, respeitar a cidade, parar de a cidade. O paulistano não vive na cidade, o pa paulistano usa, chupa a cidade, usurpa a cidade, sacaneia com a cidade. Eles não vivem na cidade, tá? daí qual seria o ideal? Vamos Daí vamos para o meu sonho. sonho é, primeiro, que o automóvel seja o uso do automóvel seja ahnn menos Efetivamente. O o o Continua crescendo o índice de uso do automóvel em São Paulo, tá? Isso primeira coisa. Daí se construiu uma cidade para todo mundo. Quatorze por cento da população de São Paulo é deficiente física. Sempre pensei que fosse dez por cento dia estava o assessor da Maira Gabili com a gente. Eu não me lembro se chama-se Renato ou Marcelo. Peço desculpas. mas ele estava dizendo que não, que são quatorze por cento e daí você tem mais cinco por cento que def tem o que se chama de deficiência de mobilidade, velhos e crianças, tá? Então você tem quase vinte por cento. Só um instantinho, vou trocar a fita novamente. Vai va vamos sair um pouco, houve um corte na fita, mas vamos em frente. O que que acontece? Tem uma quantidade tremenda de da população São Paulo, os números que se tem hoje em dia é o seguinte, trinta e quatro por cento só anda a pé. O número de ciclistas é alguma coisa hoje em dia, oficialmente zero seis, zero oito por cento eu não me lembro direito, tá? E número de ciclistas deve ser maior do que isso, o número que eles dão não é real. O número de automóveis na cidade cresce a cada dia e o número de usuários de transporte coletivo é cada cada vez m menor, tá? Já o número de usuários de transporte individual, ou seja, de automóveis, já superou o número de usuários de de de busanga. Busanga é ótimo. transporte de massa. Então, esses esses anos ahn trabalhando com todo o pessoal de de transporte de massa, então vamos vamos por a cidade ideal, vamos começar por aí. primeira coisa que eu espero, e e v e eu vou para o sonho mesmo, efetivamente, primeiro, ahn que os corredores de ônibus virem corredores de ônibus, tá, que as pessoas consigam se locomover, Segunda coisa, que ahn haja um movimento social de câmara, de de legislativo, executivo, judiciário, todo mundo, tá, para transformar ahn o táxi em transporte de ahn massa, tá? É um absurdo você andar três quarteirões e já pagou sete reais. literalmente um absurdo. Aham. Tem uma distorção aí que precisa ser corrigida. mesmo em cidades muito caras, uhm o que é isso? Não Tem alguma coisa errada, tá Os outros transportes de massa funcionar melhor. coisas, por exemplo, a nível de de transporte sobre trilhos, eu gostaria muito de ver a ligação, que seria extremamente importante. está sendo construída a ligação do metrô que que liga o centro da cidade com Pinheiros. Existe uma outra ligação lá na ponta que é do Largo treze até, sei lá, o Jabaquara ou coisa semelhante, que eles querem fazer para frente, que já cria uma malha. Daí você tem o Rio Pinheiros, E eu não consigo entender porque que o pessoal tem que ir até Osasco e de Osasco voltar para Barra Funda, porque que não se faz a curva direto para Barra Funda? Isso é um absurdo, tá? porque que não se aproveita melhor a malha a ferroviária, porque dá para aproveitar muito melhor. Ahn dito, eu não eu não acho, eu tenho certeza absoluta que o carro tem que continuar, mas os usos tem que ser mais racional. E tem que se respeitar pedestres, ciclistas, cadeirantes, ahn deficientes físicos, ou seja, a cidade tem que ser de todo mundo, tem que ser absolutamente de todo mundo. al na altura do campeonato que a gente está, não adianta mais manter o tempo semafórico com tão tão penalizador a não motorizados. Não adianta mais porque a velocidade de fluxo vai mudar muito pouco, tá? a primeira coisa, fizemos a cidade, o a parte de transporte funcionar, tá? Ahn corredores de ônibus, tem algumas coisas interessantes. isso eu não sei quanto vai, o o projeto do, assim para vocês entenderem a coisa, o projeto do trem para servir o aeroporto de Guarulhos sai dez bilhões, existe um projeto com uma eficiência quase tão grande para a Celso Garcia ligando até o aeroporto por ônibus que sai um bilhão, sendo que você beneficia toda a Celso Garcia. Então, as coisas serem fazerem um pouco mais de sentido. Com relação à bicicleta, eu gostaria muito de ver os meus projetos implantados, né, os meus é uma pretensão muito grande, mas são meus na realidade, que é o projeto ciclorredes, caminhos alternativos, e ver mais pessoas. não posso ser o único ahn trabalhando nessa história, eu gostaria de ver mais gente, eu gostaria de passar minha expertise para mais gente. porque tem que ser feito o resto da cidade, tem que usar uma expertise diferente. E daí vamos para outro fator que é muito importante. de São Paulo, eu disse para vocês que ela é uma cidade de de núcleos, de bairros, de pequenas cidades encaixadas. É extremamente importante fazer uma coisa que que é a sobrevivência dela em si, ou seja, que cada uma desses pequenos núcleos eles tenha ele tenha vida própria, tá? É im absolutamente crucial para diminuir Eu acho que violência é caso de saúde pública, tá? Então, para diminuir a violência da cidade, que você pegue be bairros de periferia, que eu tive chance de conhecer com o projeto ahn Jefe Banco Mundial, né, para bicicletas. Uhm bairros da periferia, primeiro, eles tenham vida própria que seja implantada estruturas de de autossustentabilidade econômica e social nesses bairros. que as pessoas não tenham que se locomover tanto, você dis di diminui a tensão no no sistema de transporte. literalmente ridículo uma pessoa se deslocar duas horas e meia do extremo da zona leste para vim trabalhar aqui todos os dias e duas horas e meia para voltar. Ridículo não, isso é insano, insano. Então tem que ter estrutura lá, tem que ter uma outra dimensão, tem que respeitar o que é que são eles. E daí vem uma coisa que é, que n nesse sentido, que é muito importante. Paulo foi construída muito no profundo complexo de inferioridade do paulistano com relação às outras cidades do mundo. a gente, por exemplo, agora a gente está com mania de copiar a coisa americana. Nós somos um país tropical com uma quantidade de luz tremenda, tá, e os vi ahn os edifícios em vez de serem construídos com os brise soleil ou com com qualquer estrutura que seja a reguladora de calor dentro do edifício, não, eles são construídos com vidro, vidro, vidro e um sistema de ar condicionado maluco, o que é completamente estúpido. Então, e e o o viário, as pessoas sonham em ter um viário de uma cidade americana maravilhosa para andarem com suas SUVs maravilhosas, né? Éh etcetera, etcetera e tal Tem uma passagem que para <laughs> mim é é cômico, deprimente, Eu estava voltando de um trabalho com uma mãe e com um filho, e tinha uma mega-sena muito gorda para sair. daí estava todo mundo todo cansado para ninguém dormir. Bom, e daí? O que que faz? O que que não faz? O que que você vai fazer? de repente, essa mãe virou e disse, se eu tirar a mega-sena, eu vou comprar três carros importados. Todo mundo olhou para ela. Três carros importados para quê? para eu e meu filho andarmos no carro do meio e ter um grupo de segurança na frente e um grupo de segurança atrás. Que é muito simbólico do que a gente pensa. Então, nesse sentido, daí vamos entrar na paisagem que você estava falando. gostaria de ver os muros caírem. Isso daqui não é uma cidade medieval. Nós somos uma sociedade medieval, mas isso não é uma cidade medieval. Então, seria bom ver os jardins, seria bom ver os vizinhos. moro numa rua que hoje em dia virou um corredor de ônibus, mas se reunia toda a molecada, era fantástico, tá? Ahn Depois me pede, esse é o último depoimento, esse é ótimo, isso é coisa de de São Paulo. Eu gostaria de ver ahn a arquitetura das casas. Sem o muro, você vê a arquitetura das casas. Eu gostaria de ver as pessoas tendo orgulho do que foi a arquitetura passada, que é uma arquitetura de uma riqueza tremenda, e não ficar empastilhando, mudernizando, arrebentando, não dançar com a cidade inteira. Não faço. Aliás, eu f eu falei com um nortista, mas eu morei em Recife e o nortista não tem esse nível de desrespeito que a gente tem. tem. Lá eles não têm, mas tem a gente tem aqui. E a gente vende essa ideia para São Paulo inteiro. Daí tem alguns sonhos que são malucos. gostaria, por exemplo, que passassem uma lei que obrigasse a que todos os andares baixos da Avenida Paulista fossem vazados. Por quê? Porque daí a calçada se es se esticaria para dentro dos edifícios. E es esticando para dentro dos edifícios, você teria duas áreas de convívio. Você teria a calçada E você teria um passeio por dentro dos edifícios que as pessoas iam se comunicando. Em dia de chuva, as pessoas poderiam se movimentar. Existe Existem dois edifícios que são muito importantes nesse sentido. O primeiro, Conjunto Nacional, que é um centro de excelência de vida. o segundo, que é tem uma escala menor, que é o edifício que chama-se... Obrigado! Edifícios Nações Unidas, que é Brigadeiro Luiz Antônio com Paulista, e que as pessoas passam por dentro do da galeria e tudo mais. Aliás, onde tem galeria, as pessoas realmente convivem, né? Então ahn acho que a gente tem que continuar a rixa com Rio de Janeiro. De fato, por mais que eu goste de São Paulo, Rio de Janeiro é de <laughs> matar. Mas isso não quer dizer que a gente não possa ahn fortalecer mais ainda a questão de sentar nas ruas, de a gente ter uma vivência ahn positiva. de a gente saborear a cozinha de São Paulo. um dia terminarem se um dia terminarem com a pizza aqui de São Paulo, eu juro por Deus, nem o Bin Laden vai fazer tão mal para a cidade quanto eu farei. Tá? Sou um apaixonado por pizza. <laughs> Sou um apaixonado por pizza. a cidade tem qualidades maravilhosas. paulistano tem qualidades maravilhosas. A gente perdeu a referência, perdemos um pouco a referência, tá? acolhimento de todas as as pessoas, de todas as etnias, éh éh é praticamente o único no mundo. poucas cidades. A gente tem um acolhimento de de de de diservi

Pode repetir.
Obrigado, obrigado. Não, já já foi. Ham. nível de Amsterdã, a cidade, com um pouco de ajuste, ela conseguiria ser uma Amsterdã de dezessete milhões. Ou seja, uma cidade dez vezes maior, tá? que seria literalmente maravilhoso.

tá?

só a gente passou aqui um tempo conversando e tal, éh eu te fiz várias perguntas, mas e sobra alguma coisa que eu não tenha perguntado e você queira colocar?
Eu tinha aquela historinha que é bem típica de São Paulo, e daí vocês cortam depois, ou mantém mas, ou fazem duas edições.

E na época, a rua lá de casa, Ela é não tinha trânsito, então ahn chegava no final da tarde todas as idosas, as pessoas do bairro se reuniam nessa rua, as crianças iam brincar, era u era uma coisa fantástica. Eu jamais, jamais, se se se um negão lá em cima virar para mim e dizer, bom, e daí, qual é como é que quer voltar? Eu disse, olha, bairro, Alphaville, essas coisas, pelo amor de Deus, eu quero gente passeando, eu quero, eu eu quero vida, tá? Minha veinha já dizia isso, eu quero vida. Bom, o fato é que minha rua tinha essa vida, tá? Que é Eugenio de Medeiros. E a bendita da menina, berrava feito uma cabrita, né? ela foi à tarde para casa e foi um berrê tremendo, né? daí quando ela teve que ir embora mais cedo, e quando ela estava indo embora, minha eu moro numa casa de fundo, uma casa pequena, tem um corredor de vinte e seis metros, né, ela foi na minha frente e eu fui atrás, mais alto do que ela, e eu vi que tinha uma reunião de velhas todas olhando para para dentro com cara de furiosas. Daí ela parou, ficou de lado, eu abri o portão, ela atrás de mim, né, e eu dei com as velhas, as velhas todas querendo me matar, e eu não entendendo o que que era, né. daí eu fiquei do lado do portão, ela saiu, e daí as velhas olharam para ela, foram acudir ela e disse, minha filha, ele fez algum mal para
Daí ela ficou roxa <laughs> <laughs> passou no meio das velhas e caiu a ficha que elas eram umas idiotas, entende?
São Paulo, coisas da vida. muito pouco, muito pouco. Se fo se fosse citar, eu ia citar Os Amores na Minha Vida, sem dúvida nenhuma.

Eu tenho um cuidado muito grande, isso isso eu faço questão absoluta de de citar. Eu sempre pensei que eu fosse limítrofe ou f ou tivesse um um um problema especial, tá? Ahn Ironia do destino, eu casei com uma bipolar, que na época ninguém sabia o que que era, era uma questão de de de medicina. E Nós tivemos um raza relacionamento ótimo, eu me casei sem saber que ela era bipolar, um pouco depois a coisa virou uma loucura lá em Recife, prefiro não não citar. Mas é muito importante a gente prestar atenção nas diferenças. importante. respeitar as diferenças, sem dúvida nenhuma, tá? digo como ciclista, inclusive, tá? Pelo que eu passei, eu já contei para vocês aí.

Mais duro do que aquilo eu não quero saber.

Dez anos pouca gente, muito pouca gente que eu conheço tiveram dez anos tão felizes. Acabamos indo um para cada canto, mas foi uma maravilha. também, né, está até hoje na batalha, tá? outras companhias ótimas, tá?

Todo mundo me critica por causa disso, eu acho genial. não gemo errado.

Então não tem erro. O máximo que pode acontecer e um dia <laughs> aconteceu <laughs> Eu tinha uma cachorra chamada Filó e no meio da cama eu chamei <laughs> Tereza de Filó.
disse, <laughs> não, aí também não exagera <laughs>
Bom, que seja. daí, ahn citar duas pessoas extremamente importantes na minha vida, Primeiro, minha mãe. tive <laughs> uma vida extremamente especial porque de ahn ela sempre cuidou muito de mim, ela virou <laughs> para mim e disse, você me ajuda com uma série de coisas e eu te ajudo com as coisas que você não gosta. só aos cinquenta anos de idade, eu fui tomar conta das minhas contas e daí para fora, tá? que eu ganhasse dinheiro, estava estivesse empregado, daí para fora, que eu tentei me virar, me viro muito mal, mas sempre ia para a conta dela e ela se virava de tudo.

Então até meus cinquenta anos de idade eu vivi no céu, agradeço muito minha veinha.

Ela não era psicóloga, não era analista, mas ela fazia um trabalho no meio termo. e o trabalho dela era tão especial, tão especial e tão especial, que as pessoas diziam o seguinte, se ninguém conseguiu resolver, manda para a Janete que resolve.